A senhora nasceu onde? Eu

E quando foi? Que data?

Não, eu nasci... Eu tinha uma casa dos meus pais, era desse outro lado da rua. Lá que eu nasci. Mas depois, muito tempo, uns vinte anos, uns dezesseis, vinte, eu vim morar aqui nesta casa já. Qual o nome
nome dos seus pais?

O meu pai, ele fazia de um tudo. Ele era pedreiro, ele era padeiro, ele era, assim, consertava canoa, assim, ele fazia, ele fazia as coisas assim, quase, ele lavava até roupa. Quando a minha mãe ficou doente, que o tempo que ela adoeceu muito, era ele que cuidava dela. Quando ela adoeceu muito, que ela sofreu câncer no útero.

Ele era o que o que cuidava da da esposa mesmo. E os filhos todos foram saindo assim, né? Aí ficou só os dois velhos e eu que fiquei acompanhando eles.
Quantos irmãos a senhora tem?
sabe que eu nem me lembro

Só já é três.
Quantos eram?

Só. Eram eram uns seis

Nós éramos sete por tudo a senhora... Entre dois que já tinham morrido, aliás, eles tiveram nove filhos. Nove filhos, a Aí eu pedia para Deus me dar doze filhos que eu achava bonito a mesa, assim, cheia de de pessoas. O pai e a mãe. Eu achava não, eu acho <laughs> Bonita a família reunida, assim. A senhora é a mais nova? Eu sou a mais criança.
E a senhora disse que ela ficou doente, ela Ela fazia... Trabalhava em que, assim?
Ela trabalhava em serviço doméstico. Ela fazia igual eu, fazia bolo, ela fazia farinha, ela tirava o tucupi, tapioca, tudo isso assim, para o nosso mantimento mesmo, sabe? Era para o serviço dela de casa, ela cozinhava, ela lavava a roupa. Tudo assim, igual eu. Todas todas essas coisas que me pediram para eu fazer, eu posso fazer.
Vocês moravam aqui. Como era aqui quando a senhora era criança?
Era só uma casa aqui. Só uma casinha aqui. E a outra casa de de lá. Lá, aí nessa rua onde é a rua da igreja, era um caminho. Era um caminho que ia para igreja mesmo. A igreja era lá onde é mesmo. A igreja era uma igreja pequena. Aí depois, muitos anos que foi feito pelo Frei Frei Mário.

E a senhora falou que ela fazia a o tucupi, mas a mandioca vinha de onde?
Nosso jará, lá.

E agora não tem mais nada. O que era esse jará? O jará era um lago. Assim, sabe? Um lago onde o pessoal ia tomar banho, lá. Aí tinha uma uma parte aqui na frente, aí a gente andava pelo Igapó , sabe?

Batia por aqui de fundura. Mas era areia, areia. Dei clara à água, sabe? Era assim, era muito bonito. Agora que foi tudo destruído, já é casa, tudo por lá. Não Já não tem, só tem mais lá para baixo. Que já tem o jará, que chamam jará mesmo. Mas para cá, para cima, não tem mais, não existe mais. E lá no jará vocês tinham terreno? Nós tínhamos terreno onde a gente plantava mandioca, aí que ti tirava para fazer a farinha, né? Aí descascava a mandioca e colocava de molho. Quando era no outro dia a gente ia, descascava tudinho e ralava aí que tirava o tucupi, tapioca, colocava num tipiti, né? Tipo aqueles doizinhos que tem aí na frente, aí na na porta. Esse que a gente chama de tipiti.
Ele depois punha no tipiti e ?
Aí punha no tipiti aquele, aí espremia e ainda saía do tucupi, sabe? Depois de lá, que a gente passava na peneira para ficar assim, graúdo. Aí depois colocava no no <coughs> forno para torrar, para fazer a farinha. Enquanto a gente estava fazendo isso, o tucupi estava sentando ali, a tapioca, sabe? Aí depois, quando a gente já vinha para cá, a gente tirava o tucupi numa panela e a tapioca, aguava e No outro dia, a gente vinha embora, fervia o tucupi. Deixava, às vezes, a gente deixava lá bem tampado. Quando não, a gente trazia para ferver aqui em casa.
Era assim. A senhora tinha todos esses irmãos e a senhora está dizendo que iam para lá, voltavam. Era, iam para lá. Que lembranças a senhora tem, assim, desses momentos? Aí
Tinha tinha vontade que voltasse novamente <laughs> Essa época era tão boa. Não existia muita... como agora, que é só já briga para cá e morte para ali. Aquele dia não tem mais nenhuma reunião assim que não sai a briga de desses meninos grandes que não têm o que fazer.

Que acontecia assim durante o dia?
Acontecia que a gente brincava muito assim de... Até de fazer pão mesmo. brincava com a terra mesmo, sabe?

Aquela areia molhada. Aí fazia os os pãezinhos. Colocava na folha de bananeira, que era a forma. Aí colocava numa numa numa lata. Dessas latas de... De lugar de manteiga, que não tenho agora aqui. A gente colocava, faz de conta que estava assando. Fazia de conta que era um forno. E aí aí depois a gente... Quando não, a gente fazia mesmo uma massa logo. Eu fazia logo uma massa de... Com o trigo. Fazia aquela massa e e fazia, às vezes, era o pão mesmo, porque eu sei fazer o pão, assim, desse compridinho e sei fazer do de forma.
E assava onde o pãozinho, quando assava a criança? Era
Nesse nessa lata que eu estou dizendo. A gente fazia o fogo, deixava criar aquela aquela brasa, né? Aí colocava a lata lá em cima, daquela quentura, só daquela quentura. Ele assa. Ele assa o o pão. A gente fazia a o pão daquele de farinha, que chama pão de farinha, mesmo... A gente amassava a farinha com água, assim, só. <laughs> E botava para assar.
E eram só as meninas ou os meninos também?
Não, éramos todos juntos. Os meninos eram o pai, as meninas eram as mães. Tinha os filhos e as filhas, mas era só irmão mesmo. A gente brincava só mesmo. A mãe não deixava a gente sair para, assim para a casa dos outros, sabe? A brincadeira era só entre irmãos mesmo.
E a senhora lembra, assim, de alguma alguma situação, assim, algum fato que a senhora, assim, nunca mais esqueceu, um fato marcante, assim, nessa nessa
Um fato marcante para mim foi depois depois de eu casar, que eu tive esses filhos, que eu achava, acho bonito, assim, a mesa rodeada, né Aí foi o tempo que eu que eu gostava de pescar o camarão.

Aí só ia jogando na... na... na canoa. A gente jogava no fundo da da canoa. Aí, olha, tinha vezes que a gente tirava duas, três paneladas dessas cheias de camarão. com aqueles camarões. Depois eles iam morrendo. E antes deles morrerem mesmo, a gente ia e fermentava logo, sabe? A gente ia prevenida, levava sal, levava as coisas assim, tudo que a gente precisasse. A gente levava para cozinhar, que quando a gente voltava de lá já era dia de manhã. Dia de manhã a gente passava o dia para lá. Quando era às vezes cinco horas da tarde, seis horas a gente já estava voltando para cá. Às vezes, quando a gente pegava muito camarão para lá, a gente vinha umas quatro horas. Na hora do bonde, pegar o camarão de tarde, a gente vinha embora. Mas já com as panelas todas cheias de camarão, sabe? Para poder trabalhar bem nele. Lava bem com limão, com vinagre, o sal. Aí depois eu deixava ele ir fervendo por, assim. Criava aquela água dele mesmo, sabe? E aí a gente fazia sacudir a panela, assim, para ir mexendo o camarão e E até que ele ficava no ponto. Quando era no outro dia, a gente colocava nas formas. Numas formas compridas, assim, ó. em uns tabuleiros iguais esses de pau, assim. A gente colocava eles e abria na... Assim. A gente deixava aí fora para pegar essa temperatura. Ele ia secando, sabe? Aí ia ficando, depois a gente só fazia em ensacar Nessas sacas de... Eu cansei de ter duas, três sacas de camarão. Pego por minha... Era difícil eu comprar camarão. A senhora pegava aonde?

Aí tinha uns uns que chamavam Igarapé, né? A gente colocava os paneiros assim. Colocava lá. Colocava aí.

Só as mulheres que iam? Era só mulher, mas que ia. A gente remava quando não, a gente pagava um um um senhor para remar para a gente na canoa grande.

teceu. Aconteceu uma vez que deu uma onda grande que a canoa foi embora. Assim, ela a afundou, aí nós ficamos aqui, <gasps> nós tentamos nadar para beira <laughs> Aconteceu uma vez assim. Eu queria gritar, e ao mesmo tempo eu não gritava, porque eu tinha medo que acontecesse mais alguma coisa. Aí, mas nós, nós estávamos perto da beira, assim, aí nós chegamos lá e se aguentamos na raiz de pau. Porque a correnteza era forte, é. Era forte, era forte. Até que o o gente chamava, assim, pedindo socorro, sabe? Aí ia a canoa para lá e essa trazia a gente de volta.
Você estava em quantas quantas pessoas?
Quem eram as pessoas?

Sempre eram quatro pessoas que ficavam, sempre quatro pessoas que ficavam, dois na frente e dois atrás, assim, na canoa, sabe? A gente dividia. Quando não, a gente saía para para a terra, ia colocar mais lá para adiante, assim, procurando lugar para pegar. Aí, conforme pegava, a gente mudava de de ponto, que a gente dizia assim, vamos mudar de ponto, vamos para ali, para aquele lado, a gente ia para lá. Aí era assim assim, a gente procurava tudo no baixo, não era parte funda, sabe? Era no baixo. O paneiro ficava, às vezes, ficava assim, Meio no fundo e meio para fora d'água, sabe? Assim. Mas era um divertimento isso para gente. para lá era um divertimento. Que é se divertir. Nessa nesse trabalho. O trabalho que dava era mais, era só da gente arrumar. Colocar o paneiro na água. Quando a gente demorava uns vinte, quinze minutos, a gente tirava de lá e virava. Os camarão pulavam tudo para dentro da canoa. Aí, de novo, aí... Quando não era o matapi que a gente tinha. O matapi A senhora conhece o matapi, não conhece? Como é o matapi? É um negócio tudo de... de tala, é tipo o negócio que pega camarão, onde ele tem um funil daqui, outro daqui, que os camarões entram, eles não sabem sair. Eles não sabem sair, Aí, olha, a gente colocava de manhã, quando chegava logo cedo lá, aí tinha vezes que tirava duas vezes só no dia. Aí ficava lá, dia para outra parte, e os camarões iam só entrando lá e não saiam Aí a gente pegava muit Nesse matapi. Se não mudar de lugar, porque os camarões iam só comer <laughs> Iam só se entregar lá <laughs>
E como era do outro lado nessa época?

A gente atravessa o rio, tem uma ponta de de mata aí. Antigamente era assim mesmo.

Era mais estreita um pouco.
O rio? é
É, o rio era mais estreito um pouco. Não é como agora, que é muito grande, que já caiu muito. Caiu muito e está muito diferente do do que era. Primeiro só tinha uma rua, né? Que era um caminho. Era aí a Aí a igreja foi formada, aí é onde é mesmo a igreja.
Agora, voltando quando a senhora era criança, a senhora disse que tinha um lugar gostoso de nadar.
Tinha esse jará. Esse esse lugar que eu chamo de jará, que era o nosso... Era o nosso... Lugar mesmo lá onde a gente trabalhava e lá tinha a parte de tomar o banho e a gente ia para lá tomar banho.
E tinha algumas brincadeiras nesse jará que a senhora fazia com os seus irmãos?
Tinha brincadeira que a gente jogava bola, <laughs> jogava bola e brincava da mãe, pulava aquela macaca, tinha macaca, né? <laughs> Todas essas coisas era era do tempo, que agora a gente já não vê Como é essa brincadeira de de é, pula, olha Rodeia a risca e vai pulando, vai ganhando aqueles quadros, sabe? Ganha um quadro. O primeiro, o segundo, o terceiro, é... É tipo um caracol. Sim. Aí de lá volta de novo. Como é que chama? É...

E tem um que é só quadrado assim. É quadrado Aí reparte em seis partes. Três de um lado, três do outro.

Aí a gente pulava ali. E como chama essa brincadeira? Como chamava essa?
Pois é. Tchachica. As duas eram tchachica, é. As duas eram tchachica.
E na água? Tinha brincadeiras na água? Não...
Na água era só o que a gente tomava banho, gostava. Vamos brincar da mãe, aí pulava lá na água para pegar um, pegar o outro, assim. Isso era divertido mesmo, aquela brincadeira que a gente faz Às vezes a gente convidava outros colegas da gente, assim, mas que era pouca gente que que... Às vezes, era mais, era três casas que tinha aqui nessa rua aqui. Era uma lá no canto, outra nossa aqui e outra do nosso tio, assim. De lá era só caminho mesmo.
E a mata, como era? Era como é hoje? A senhora falou, já tem várias casas, né? É, porque agora
Mas a parte da roça, a parte da mata... Tudo isso já foi, já é casa por lá. Não tem mais. Já é mais longe, mais distante que tem a... Já era lá para baixo, né? E para cá, para cima, mais. O resto já foi tudo... Tudo ocupado por casas, assim, casas de taipa, casa de, tem casa a casa de... Sem ser de madeira. De alvenaria, de tij isso

Tem cada casa de alvenaria que a gente tinha. A gente dizia, vamos lá no Jará. Agora não existe mais esse nosso Jará. Não existe
Agora a senhora falou que gostava muito de... Vocês brincavam de fazer os pãezinhos. Ou de de barro, né? É Ou de farinha. E aí a senhora... Tinha alguém que gostava mais de fazer esses pães?
Era mais eu que gostava de <laughs> <laughs> Era mais eu que que comandava, os outros só me ajudavam, faziam e colocavam para assar, aquele assim, outro fritava, assim, mas quem fazia, preparava a mesma massa era eu. A senhora comandava
Como, como que a senhora
eu dizia, deixa eu fazer a massa para tal coisa. Aí fazia logo aquela massazinha, colocava farinha de molho,

A gente amassava, amassava, amassava até ela formar. Aí a gente ia formando as bolas As bolas eram o pãezinhos que a gente fazia, aquela bola. E aí a gente fritava. Era a gente comia mesmo. Olha
E a senhora comandava os outros?

Os outros estavam lá <laughs>
E eles atendiam?
Atendiam.

Agora a gente já não não vê mais essa brincadeira assim por criança nossa. Isso é muito difícil.
E a sua mãe? Que lembrança a senhora tem da sua mãe nessa época? Que vocês eram criança, que a senhora brincava assim?
A lembrança dela que eu tenho é dessa época. É assim que quando eu fazia, por exemplo, como até agora eu faço o pão, né?

Não sei se a senhora conhece. É da goma que a gente faz assim na frigideira, um beijuzinho.
Conheço. Mas como é feito esse beiju? Eu já comi, mas como é?
É só da da goma mesmo. Um pouquinho de sal. É só goma com sal mesmo.

Assim. Aí quando ela está está pronta, a gente tira dela, passa manteiga e enrola. Mas é ótimo. Hum... <laughs> É rápido, é fácil de fazer e é muito bom.
E a senhora estava falando da sua mãe, que a senhora lembrava... Pois é, dessa época. Mas, é, eu não entendi, é ... E aí a senhora falou do beiju. É.

A parte que eu gostava mais, que eu me lembro muito dela, é na, na parte do beiju. Esse, da tapioca. Que ela fazia. Ela fazia, Ela fazia todo dia de manhã. Ela fazia assim, aí ela fazia dez. Era um para cada um. Se a gente brigasse para querer mais, a gente apanhava dela. Se tirasse um do outro, sabe? Porque tem criança que faz assim, né? Eu tenho dois gêmeos aqui, agora mesmo entrou um. Elas brigam fazendo, <laughs> comendo uma da outra, sabe? <laughs>
E a senhora lembra do, assim, se tinha um um gosto especial esse beiju da sua mãe? O que, assim, tem alguma lembrança de gosto, de cheiro?
É porque o beijuzinho, ele é gostoso mesmo. E faz de conta que a gente está lá no jará comendo. Vem aquilo na minha lembrança. Para mim parece que que não foi destruído para lá, sabe? Que foi invadido por outras pessoas, assim. Acabou com com o nosso jará
Acabou. E seu pai sempre trabalhou com aquelas atividades que a senhora falou, né? É, com
É. Ele era pedreiro, ele era padeiro, ele era pintor. Tudo, tudo que pediam para ele fazer, ele ia fazendo. Ele fazia. Ele era Ele era, como diz a mãe, ele era um velho, assim, animado. Ele nunca encarou as coisas de serviço, assim, sabe? Ele bebia, tinha dia que ele bebia, bebia que ficava porre, caído mesmo na Aí depois ele adoeceu, aí nós aconselhamos ele para ele deixar de beber, que não prestava. Aí ele parou com a bebida dele, aí foi o tempo que ele caiu, aí quebrou aqui esta... A coluna dele, essa parte aqui, que não deixou mais ele andar. Ele morreu sem andar, assim. Morreu só deitado na cama ou na rede. A gente carregava ele. Era tudo feito por... Até para ele tomar as coisas, ele não pegou. Paralisou tudinho. Quando ele adoeceu, ele adoeceu mesmo para morrer. Que idade ele tinha? Ele tinha no
A senhora falou que foi para a escola.

A escola era... Era uma casa de uma de uma senhora que a gente frequentava, ia todo dia na aula, né que Não era escola mesmo Era uma casa de uma senhora que... gostava de ensinar a gente, aí a gente queria aprender. A gente ia para lá, não tinha preguiça, sabe? Eu cansei de escrever. Feito caderno de folha de papel de cimento. Meu caderno principal era esse, que a Eles eram pobres, não podiam comprar as coisas, e a gente ia fazer, escrevia na folha de banana, né? Aí, depois, nós, a minha mãe começou a fazer esses cadernos de folha de papel de cimento. Ela lavava para tirar o cimento, depois ela botava para enxugar, depois ela cortava, costurava tudinho. Era o nosso caderno. Do saco de cimento? Do saco de cimento <coughs> Que agora já já não vem quase mais. Ainda vem, assim, nesse saco de cimento. Que agora é tudo mais, negócio de fibra, né?
E todos iam para a escola? Todos os irmãos iam juntos? É.
É, todos os irmãos. Nós íamos para a escola.
E era longe?
Não. Era perto. Era, por exemplo, como a gente morava aqui, neste meio. Era como... <coughs> ali na... no meio daquela rua lá, era a casa da... E sempre foi a mesma professora? Sempre foi a mesma professora, que nesse tempo não é como agora, que já tem professores formados, já novo, velho, né? Não, naquele tempo era sempre uma senhora idosa que dava aula para gente.
E aí a senhora lembra dela como?
Assim, eu me, eu lembro dela quando as meninas saem para aula, que eu vou levar elas ali, aí no portão, né? Porque elas vão, elas estudam lá na paróquia. Aí eu me lembro quando eu vou levar elas, assim, eu já fui como você, fui estudar. Tinha dia que eu chorava com preguiça, <laughs> assim como elas fazem. <laughs> Elas fazem, tem dia que elas têm preguiça. Eu não quero ir na aula. Tu tem que ir, porque o quê tu vai levar? Para a tua vida é o teu estudo.

O que a senhora lembra que aprendia nessa época?
É mesmo como diz aquilo, só ler e escrever, que eles ensinavam. Era fazer conta, a cópia, né? Que era tirar da cópia, que era para endireitar a letra. E a continha também, que era... Não fazia como agora já fazem desenho, fazem as outras coisas assim, né? Não, nesse tempo não era. Era como dizem, era na marra mesmo, né? Que não tinha pessoas que soubessem mais para ensinar. Aí a minha professora só teve condição de me ensinar até quarta série mesmo De quarta série em diante ela me ensinava mais, porque ela não sabia mais.
E tinha escola depois para continuar?
Depois de muitos anos teve a escola, aí foi começando a aparecer a escola. Mas na época? Mas na época não. E aí, foi o tempo que eu parei. Aí eu parei de estudar, parei e parei mesmo de uma vez, não queria mais estudar <laughs> Aí foi o tempo que apareceu essas oportunidades de ter novos estudos, né? Como agora facilita, estuda de tarde, de manhã, à noite, né? Naquele tempo, não. Era só de manhã até de tarde, mas de noite, não. Era o maior medo de sair à noite. Que dizem, por quê? Por quê? Porque diziam que parecia visagem <laughs>
<laughs> E a senhora viu alguma visagem?
Não... <laughs> Não, era só aquela aquela impressão, aquele medo que a gente tinha, sabe? Nun nunca vi.
O que que eles falavam que tinha, que ia aparecer? Aparecer
Apareceu uma tinta pereira. Era só para meter medo, para gente não sair, não querer sair, sabe? Porque se a gente quisesse, olha, tal coisa. Aí, pronto, a gente acabava com a animação, aquela animação de querer sair, sabe? Porque eles não iam deixar mesmo. Aí, acabava.
E quando a história foi ficando mais mais velha, né, na juventude, continuou não podendo sair, assim à noite?
Eu saía, mas eu saía mais, eu saía assim, mais era já, assim, para igreja, sabe? Eu ia na na reza, que chamavam na reza de noite, aí eu já fui começando a aparecer, aí eu saía mais, assim, para essas coisas, mas para assim, para passear, que eu não fui acostumada, aí nisso eu fiquei.
E mesmo assim, quando a senhora era jovem, durante o dia tinha alguns passeios, como é que vocês se divertiam, além da igreja?
Era assim, de a gente ir lá para o jará tomar banho, pulava corda, essa tia Chica, né, jogava bola. Era esse desvestimento que tinha. Agora é tudo diferente.
Mas assim, quando a senhora era mais mocinha, assim, continuavam essas brincadeiras? É. Era. E festas? A senhora lembra de alguma festa boa?
Festa, tinha muita festa, mas não adiantava eu querer me adiantar de querer dizer, eu quero ir na festa, assim Por que? Meus pais não deixavam.
Não deixava nenhum nenhum dos irmãos? Não, só ia
só ia com eles. Eles iam na festa e aí eu ia também Mas fora disso,

As meninas não iam na festa?

Nem os rapazes? De casa, de casa não. Mas, assim, os rapazes iam, mas era tal hora, tem que chegar. Tinha que chegar, porque se não chegassem, iam de castigo. Quando chegavam.
E as as moças, as jovens, não iam para festa?
Não. Só ia junto com os velhos. Os pais.
Os pais que iam levar. Alguma festa, de alguma coisa assim que a senhora ia com os seus pais? Que a senhora gostava de ir?
dessa que eu digo assim, que a gente ia lá na igreja, de lá às vezes tinha festa assim de de aniversário, de colega, e dizia, nós vamos na casa do fulano, jantar. Aí a gente ia para lá, ficávamos lá e ficavam tocando, era violino, era essas coisas assim. Não tinha como agora guitarra, essas coisas assim, né? Era violino que mais Era violino, era... chamava um viola, né? Era um um tipo um violão mesmo, mas pequeno. E os rapazes tocavam. Eles tocavam, eles mesmo cantavam Aí saía a festa. O pessoal dançava.
E festa assim de de... na época do meio do ano, festa assim tradicional, a senhora lembra de alguma?
Só da festa da Nossa Senhora da Saúde, que é a padroeira até agora, né? E festa de Natal também que faziam assim, festa dos Reis, sempre faziam, na igreja a gente ia. Festa dos Reis? É, festa do dia dos Reis, que chamam de festa dos Reis, né? Como era essa festa? de... Assim, a a tinha a reza lá, o pessoal o pessoal preparava comida depois de terminar aquela reza e dava para comer as coisas assim, aí depois dançavam. Tinha uma festa que chamavam Festa dos Rezes.
E cordão de pássaro, já tinha?
Ah, sempre teve. Acho que tinha o tucanã, o boi-bumbá, Era o tucano, o boi-bumbá, tinha um um... Era só esses dois mesmo. Era, que era o rouxinol, era o pássaro, o tucano e o boi-bumbá, que chamavam... que eram... Até o meu tio era um um dos que faziam o boi, sabe? Eles moravam nessa casa aí adiante.

Eles faziam de madeira, assim, tudo. arrumavam um chifre Até hoje eu guardo um chifre de lembrança.
Depois depois <laughs> a gente vai ver esse chifre, é.

Não, eram outras festas. Por exemplo, tinha um um aniversário, né? Por exemplo, tinha um aniversário na minha casa, aí eu disse assim, ah, eu queria dar um um um bolo para comerem assim Eu vou já chamar o boi para ele vir dançar aqui em casa. Aí eu convidava o o chefe para para trazer, eram... acho que eram dez, eram vinte... eram mais ou menos umas cinquenta pessoas, não tudo, sabe?

o amo do boi, tinha o dono do boi. Todas as pessoas, assim, que ficavam de um lado e do outro, e o boi dançava aqui no meio. Assim era o o pássaro também, o rouxinol. Era pessoas de um lado, pessoas do outro, e o o aquele pássaro, o rapaz que dançava com o pássaro Ele dançava aqui no meio. Era muito animado.
Mas podia chamar tanto o pássaro como o boi em qualquer data, se a pessoa quisesse? Era Não tinha uma data especial?
Não, não. Dependia da da pessoa. Por exemplo, a senhora queria hoje dançar na sua casa, Iam lá. Por exemplo, se eu quisesse que dançassem hoje na minha casa, quando terminasse lá da sua casa, já iam lá para minha casa.

E o pássaro, o cordão de pássaro
É, o cordão de pássaro também era assim. Era muito animado naquele tempo, eu acha
A senhora gostava de... Eu gostava de... Qual que a senhora gostava mais?
Não, de todos os dois. A gente ia A gente ia no pássaro, a gente ia no boi, assim. A gente ia. Mamãe, lá. Bora lá ver o rouxinol. Era o roxinol. Bora lá ver o rouxinol. Aí eu vou embora, mas ninguém vai demorar. A gente só vinha quando terminava <laughs> Ela ia junto? Ela ia?

Agora ia se fosse para demorar, né? Que ela dizia que não ia demorar, a gente só vinha quando terminava, porque cada vez Não, ninguém vai ainda. Bora ver.

Ele vai matar o o rouxinol. Bora ver o boi. Bora ver a Começava. <laughs> A gente queria ver as personagens E ela i A gente ia ficando. Até quando a gente terminava. Olha, um bora para casa. Agora já terminou. Um bora já para casa. Aí terminava, a gente vinha logo embora, porque a gente já estava com sono, talvez já estava com sono.

(rio) Que cantava ali do espaço.
Tem, olha... Tem a do boi, boi, boi, boi, morena viver, chega na janela o desejado vai morrer. Essa era do do boi, né? Aí... Essa era do boi, O rouxinol era muito... Muito querido rouxinol, é campeão, é campeão. Ele veio lá do, ele veio lá do Jará para dançar aqui dentro do coração... Vem, moreninha bonita, vem, meu amor O céu está lindo, o céu está lindo... Está cheio de teu calor... Olha, que bonita! <laughs>
Muito bonita! E como a senhora conheceu? Como é que namorava nessa época?
Nós? <laughs> Namoro nessa época era diferente. <laughs> Nem tinha muita agarra, agarra <laughs> <laughs> A gente namorava muitas vezes, a mãe estava lá perto <laughs> Aí, depois, ela saía, quando eles saíam um pouquinho, se abraçavam, se beijavam. <laughs> Era tudo rápido <laughs>
E a senhora teve muitos namorados?
Não, não teve muito, como diz a moda. Eu não era muito piranha. Naquela época chamavam até muito piranha... <laughs> Uma dizia para outra, sabe? Que tinha muito namorado, assim, deixava, mas não pegava com o outro, deixava... Aí eles diziam assim, vocês são muito piranha <laughs> Na época falavam assim? É falavam assim. Agora acho que não falam mais nada dessas coisas. Nessa época falavam assim, mas pô, mas está muito piranha essa noite.
E era à noite que namorava? Era à noite. Onde?

Aí a senhora falou, ah, uma noite assim, quando uma estava namorando mais que a outra. E a senhora conheceu o seu namorado onde? Como foi quando a senhora conheceu o seu atual marido?
Ah, eu conheci ele foi... Foi assim... que eu lavava roupa, assim. Eu gostava de lavar roupa para para uma moça. Aí ela pediu para mim lavar roupa para ela e eu lavei. E de noite, de tarde, ela disse, olha, tu vai ali em casa levar. Eu disse, está. Aí eu fui. Acho que já estava contratada, eu que digo. Já estava certa com ele, né? Eu não sabia, mas eu penso que foi assim. Aí eu fui levar a roupa para ela.

Deixa eu te apresentar um amigo aqui. Me apresentou ele. Aí deu o nome dele. Aí eu teve teve que dar meu nome, né? Dei meu nome. Aí de lá nunca mais enxerguei ele. Nunca mais enxerguei ele.

Não sei para onde que ele foi, foi embora daqui. Aí... Mas ficou certo que eu já disse, olha, eu vou em tal dia na tua casa, a gente vai pegar do papai lá. Pegar o quê? Pegar ralho <laughs> Vai pegar ralho lá.
O que que é pegar ralho?
Ah, assim, dá assim de dizer, por exemplo, para onde tu estava, com quem tu estava conversando, aonde tu estava, tu estava, sei lá, ou pela casa dos outros. Esse era o ralho que a gente... É que eles queriam saber logo de tudo por onde a gente estava. Aí a gente disse, olha, eu já vou, que Se chegar lá em casa, papai e mamãe vão me ralhar. Aí a gente vinha embora. Mas era perto mesmo. Aí quando foi dessa vez que eu fui levar a roupa, ela disse, ó, a gente tem que mostrar um amigo aqui.

Aí eu, se conhecemos. Passou, passou o tempo aí Mas será que o o amigo da fulana está por aí? Aí eu vou lá. lá. Convidei uma outra colega que mora ali.

E ela já quer ir ver o namorado dela. Eu disse, não, ele não é meu namorado. Ele é meu conhecido, meu colega, meu amigo. Aí eu fui fui dizendo. Aí nós fo Quando nós chegamos lá, ele não estava lá. Aí a a minha colega disse, ela deu uma barrada agora. Porque a barrada era que não encontrou ninguém <laughs> <laughs> Ela levou uma barrada agora. Eu disse, eu não. Faz de conta que não aconteceu nada, né? <laughs> Mas ele não estava mesmo. Aí quando ele chegou de lá, dessa parte, desse lugar, aí ele veio aqui em casa. Veio porque ele tem coragem de falar com meus pais. E a senhora tinha gostado dele? Eu tinha gostado dele já. Eu acho que foi o terceiro namorado que eu teve. O primeiro namorado que eu gostei era de um moreno, de um preto. Chamava de preto para ele. Ah, mas meus pais ficaram para me fazer casar com ele Eu não quis. Eu disse que não. Eu tinha que aprender a gostar mais da vida, um pouco
E eles concordaram, seus pais?
Concordaram. Aí eu disse que eu não queria e aí pronto. Aí não não gostei, não procurei mais nem de me dar a conhecer com ele.
Por que que eles queriam que a senhora casasse com ele? Não sei...

<laughs> Acho que gostaram dele, né? Eu acho que Porque desse outro também eles gostaram. E o segundo? Aí o segundo foi um um um outro rapaz que ele era... andava de barco, assim, sabe? namorada era só quase de, assim, embarcadista. Esse que comanda o o barco, sabe? Os comandantes, né? É. Aí depois foi que ele veio e me pediu para me casar com ele. Perguntou se eu queria. Aí eu engravidei antes de casar.
Nesse seu marido? É, dele.

Com eles quem? Com os meus pais, ah... Antes deles saberem que eu estava gestante.

Aí eu ainda fui com eles e não souberam de nada.

Quando eles vieram saber, eu já já estava com seis meses <laughs> e eles E eles não perceberam nada lá? A mamãe disse que ela percebia, mas ela nunca perguntou para mim nada.

Ah, o seu marido também foi?
Não, nós fomos juntos. Pai, mãe e filho. Foi o tempo que ela estava doente, né. Aí ela adoeceu muito. Foram todos os filhos? Não, fui só eu, a mãe e o pai. Só nós três. Os restos ficaram por aqui.
E o seu esposo, que na época era o namorado... Aí ele ficou aqui. Três meses esperando a senhora? É, três E ele sabia que a senhora estava grávida?
Ele já sabia. Ele já sabia. Aí eu disse, olha, não vai fugir de mim <laughs> Não vai fugir porque tu está está ferrado, rapaz, agora.

Aí, no dia que nós chegamos, passou um dia. No outro dia, ele veio. Falou com os velhos e contou a situação.
Ele já tinha pedido, a sua mão? Não. Para casar com a senhora?
Não, dessa vez foi que ele veio e falou. Ele disse que ele queria casar comigo. E aí, eu, ela deixou.

Mas quando eles descobriram que eu <laughs> estava estragada, eles ainda queriam me bater <laughs> Mas não não... Minha mãe não deixou. Meu pai queria me lambar com o cinturão, olha lá. Três <laughs> dobrados. Aí ela disse que não, que não era preciso ele me lambar, não. Que o rapaz ia casar comigo, se comprometeu, disse que ele ia casar comigo. E aí, pronto, foi aquela conversa, foi para cá, para ali. Quando foi com os três, é, com os três mesmo, ele pediu dia vinte... Não, dia quinze Aí ele deram uma semana só de... Para casar? Para casar. E foi assim? Foi. Foi uma semana, aí eu casei. Foi um casamento normal mesmo. Casamento mais de chuva. Veio que só nesse dia. Foi dia vinte e um de fevereiro. Dia do aniversário dele. Aí nós temos... Este ano nós completamos... Trinta e um, sei lá. Nem me lembro quantos anos. Mas eu já tenho uma boa idade disso.
Só ela tinha quantos anos quando a senhora casou?
Eu casei com... com dezesseis anos.
A senhora casou com dezesseis? Foi, com dezesseis anos. E ele, a senhora lembra quantos anos?
Não me lembro, mas parece que ele já tinha vinte e um Parece que era vinte e um anos que ele estava completando nesse ano.
A senhora lembra do dia do seu casamento? A senhora disse que estava chovendo muito. Estava chovendo Acho que a senhora lembra
Aí que nós fomos... Quando parou mais a chuva, aí nós fomos lá para para a igreja. Nós fomos primeiro na igreja. Aí de lá, quando teve o casamento, quando terminou, Aí já tinha parado, mas aí nós atravessamos, fomos lá para o cartório. Aí foi só... Só um, como diz a moda, só um um casamento. Foi católico e civil.

Só num dia.
E depois teve alguma comemoração?
Não, teve só comida, assim, de de vatapá, um bolo, assim. Mas tinha os convidados? Não, era só os amigos mesmo. Não fui convite de nada, não. Foi E a senhora estava feliz? Ah, eu estava feliz. <laughs> Eu estava casada com o pai do meu primeiro filho, né? <laughs> Aí eu disse, com ele eu vou ficar até o dia que Deus quiser de mim, precisar de mim <laughs> E ele também, né? Ele também, graças a Deus.

Agora ele não trabalha mais em nada. Ele já é aposentado.

Ele trabalhava, ele era pedreiro. Ele era pedreiro, construía casas.
Também era pedreiro como seu pai? É.

Era pedreiro como meu pai. Mas meu pai era pedreiro, era padeiro, era funileiro, era marceneiro. Tudo ele fazia, acho que um pouquinho, né? Era roceiro <laughs> <laughs> Tudo ele fazia um pouquinho. E seu esposo, pedreiro? Meu esposo era pedreiro mesmo. Ele era pedreiro. Aí foi o tempo que... que... Teve esse negócio de aposentadoria pela colônia dos pescadores, que ele era pescador, né?
Ele foi pescador também?
Ele pescava, não foi pescador mesmo, mas ele sempre gostava de ir de ir com os companheiros. Ele pescava sempre, assim. Aí foi o tempo que ele se associou para lá, para associação, e foi o tempo que ele conseguiu a... Aposenta
A aposentadoria dele. Agora, e a senhora começou a contar que a senhora já fazia pãozinho desde criança?
É, assim, desde os quinze anos eu começava a fazer
E aí, depois que a senhora casou, até até lá a senhora trabalhava mais em casa, é, mais em casa, ajudando a mãe. Era. E depois que a senhora casou, a senhora também continuou trabalhando só em casa ou começou a trabalhar fazendo outras coisas?
Não, eu fazia Eu costurava, eu fazia costura, assim, para... para fora. Assim, pediu. Fulano, faz tal coisa para mim. Tá, eu faço. Eu fazia.
Eu dava conta de tudo. A senhora costurava também? Costurava.
Aí, quando tinha folga, eu fazia aí o que eu fazia a minha venda aí nesse canto, né? Eu vendia tacacá, vendia bolo, vendia pãozinho, vendia pastel, canudinho. Tudo essas essas coisas fazia empadinha Porque de tudo eu tenho umas formas por aqui, olha. Olha, por aqui.
Depois nós vamos ver também. E a senhora, antes de casar, a senhora já tinha, já fazia assim?
Eu já fazia essas coisas assim.
Porque a senhora disse que lavava a ro, lavou a roupa para outra pessoa.
É, eu lavava a roupa, por exemplo. A senhora vinha Fulana, dá para te lavar uma roupa para mim?

tudo. Porque a gente que faz o tempo, né? Ah, é? <laughs> Como que é isso? <laughs> A gente que faz o tempo, por exemplo. Eu tenho que fazer um bolo, ainda vou fazer um bolo. Faço aquele bolo, ponho, ponho para assar. Ainda vou lavar uma roupa Eu lavo aquela roupinha ali, assim. Por isso que eu digo, é a gente que faz o tempo. Porque se a gente não quiser fazer nada, não dá tempo para fazer nada. Se a gente faz uma comida, a gente não pode fazer outra coisa. De preguiça.
Então, desde solteira, a senhora já fazia, já, já, algum serviço para para fora, né?
Já, já sempre eu fazia. E E a, eu gostava mesmo dessa... Eu achava animada aquilo, assim. Que o corpo da gente não... Não dava, assim, muito trabalho, uma agora. <laughs>
E depois, quando casou, continuou fazendo? Continuei fazendo essas coisas. Não mudou nada nessa parte desses serviços que a senhora fazia, desses trabalhos, não, que a senhora fazia? Não mudou nada. E com os filhos?
Ai, com os filhos que... com os filhos... Quando eu ia ter, tinha de dois em dois anos, filho. Quantos filhos a senhora tem? Eu pedi para Deus me dar doze. Pois é. Deus me deu doze filhos <laughs> Morreu, ele já precisou de dois. Aí tem dez vivos. Aí moram aqui comigo, dois. É, moram dois aqui comigo. Moram lá, mais para trás, moram os outros. Tudo para cá, para baixo. Moram mais crianças, moram para cá mais novos.

O mais velho.

Há uns vinte, trinta anos, assim. É a idade que elas têm.
Aí a gente estava falando que a senhora já fazia trabalhos para fora, né? Costurava, e, cozinhava, é
Costurava, cozinhava, lavava, lavava as coisinhas.
Aí quando a senhora casou, continuou. Mas aí, quando a senhora tinha filhos, a senhora começou a falar que tinha dois filhos, ãh, de dois em dois anos. Era de dois em dois Então, e aí como acontecia, assim, o trabalho?
O trabalho, sempre quando eu já estava assim, por exemplo, Estava com dois meses o meu filho, aí eu começava a vender novamente, a fazer as coisas para vender. Aí eu arrumava uma pessoa para ficar com o meu filho enquanto eu ia vender.
E aí, agora, conta-me mais, assim, como era essa venda? Era de antes de casar mesmo?
Era de antes de casar, O que que a senhora vendia?

Eu vendia o bolo, tacacá, a empada, pãozinho, A berlinda, que por aí chamam de sonho. E aqui a gente chama berlinda. Sabe por quê? Fica aquela goiabada escondida dentro da massa e a gente frita. Por aí chamam de sonho. Mas aqui ela é conhecida como berlinda.

As ditas berlindas. Que a senhora fazia, fez. Eu faço. Tem vezes que venho e me encomendo. Faz tantas berlindas. Faz cinquenta berlindas para me levar para tal dia.
E a senhora ainda faz? Faço.

Como é que a senhora começou a vender, a resolver vender essas coisas gostosas que a senhora fazia? Como que começou?
Eu acho que começou mesmo assim da vontade mesmo de me, disponibilidade minha, sabe?
Mas é a primeira vez que a senhora vendeu assim?
Como é que foi? Foi que eu fiz umas berlindas aqui, que eu fazia sempre, eu fazia ali para casa, aí eu disse assim, que eu já vendia outra tacacá para lá. Aí eu disse, mas eu vou levar essas berlindas para me vender, a Aí eu fiz um bolo assim, dessa forma assim. Eu fiz um bolo, aí fiz as berlindas e fiz os cachorro-quente <laughs> Os cachorro-quente é um pãozinho desse tamanho assim. Ele é frito. Aí a gente parte, faz picadinho, né, prepara picadinho, aí passa maionese no pão, aí recheia com aquela carne, com aquele picadinho. Aí, então, ele é chamado de cachorro - quente.
E a senhora vendia, a senhora falou, eu levava para vender. Onde que a senhora vendia?
Era bem aqui, bem nesse canto aí do... Nessa rua do Banco do Brasil, tem uma esquina bem no canto, tem uma farmácia bem no canto, bem lá nesse canto onde tem essa farmácia, eu vendia lá.
Mas aí a senhora falou que já vendia tacacá. Já. E como é que foi essa primeira vez que a senhora resolveu vender o tacacá?
Pois é, da primeira vez que eu resolvi vender o tacacá, era, foi quando eu começava a fazer, eu fazia o tacacá aqui em casa.

Eu disse, eu faço. Mas eu vou vender, eu não vou dar não, que eu compro. Eu compro as coisas, eu posso fazer, mas eu vou vender. Ah, então faça, faça, faça. Aí o banco era era o Bradesco.

Uma casa que tem aí. Aí lá era o Bradesco que chamavam.

Aí eu peguei e levei, a primeira vez eu levei. Mas foi só, como diz a moda, foi só um vape <laughs> Foi rápido que eu vendi uma panela assim, maior do que essa um pouco. Vendi para lá. Aí, onde a senhora vem, eu venho. Aí ficou certo. Aí eu, eu O dia que eu podia ir, eu eu ia e vendia. Eu vendia mesmo, rápido. Lá, lá no banco? Lá no canto do banco, no canto, sim, bem no canto.
Sei. E eles trabalhavam no banco ou não? Não. sei
E aí, os meninos trabalhavam, os que compravam, que pediam para mim fazer, eles trabalhavam no Bradesco. E aí, eles mesmos se comprometiam de de aquilo, eu só fazia porque eles se comprometiam de comprar. Mas não era só eles, aí outras pessoas iam comprando. Aí depois, já quando terminou o Bradesco daí, aí ficou, como diz a moda, ficou o ponto lá. Aí ficou pronto. Aí eu já vendia mesmo sem eles, com eles, sem eles, aí eu já vendia.

E a senhora pôs alguma coisa ali para apoiar as coisas? Pôs alguma barraca?
Não, era só uma banca. Se eu não me engano, é é essa azul. É esta azul.
Essa mesa.
Não, era era a outra de lá, vermelha. Esta aqui. Sim. Essa vermelha aí. Era essa que eu levava para lá.
Aquela vermelha.

Era essa que eu levava para lá. Aí eu levava o bolo, levava pudim, levava empada, levava risole, levava pãozinho. Eu tinha tempo para fazer todas essas coisas.

Eu estava com... dos dezesseis para os dezessete, dezoito anos eu comecei a
E nunca mais parou, até há pouco tempo?
Até há pouco tempo. Até quando eu caí que quebrei a minha mão, eles não deixaram. Agora eu comecei a vender ali na frente de casa, do outro lado.
Começou a vender o quê?
Vender novamente. Só não faço tacacá.
Por quê? Porque eu abandonei mesmo. Mas a senhora continua vendendo? Vendendo berlinda.
Que é o som, né? A berlina, o cachorro-quente, o pastel, o saludinho.
E a senhora que faz tudo? Tudo isso aí eu que faço. E E o tacacá famoso, a senhora não faz não? Na
Não, eu faço, eu faço.

Tu quer tacacá? Quero. Então vem comprar amanhã. Aí eu faço <laughs> <laughs> Por encomenda agora <laughs>
<laughs> Aí eu faço mesmo.

Não, é porque me despreveni mesmo, não tiro a disposição mesmo de fazer. Mas que dá tempo de fazer.
Agora a sua hora é conhecida, muito conhecida pelo tacacá. <laughs> A sua hora é a mais famosa.
A que melhor faz Até hoje, como diz a moda, até hoje eu procuro, gosto de fazer as coisas bem direitinho. Eu gosto de fa fazer tudo bem Tem gente que não quer saber de... Faz as coisas tudo mal feitas. Aí eu procuro de fazer cada vez mais... Como diz a moda, mais bonito para mim é melhor <laughs> com quem
Como foi que a senhora aprendeu a fazer esse tacacá? A minha mãe. Foi com a minha mãe, ah
Minha mãe era tacacazeira mesmo, chamava. Antiga. Ah, é? É, foi com ela que eu aprendi a fazer essas coisas.
O que que é ser uma tacacazeira mesmo?
Eu acho que é assim, de de de ela... Todo dia ela tem aquela profissão de vender aquela goma, aquele tucupi, o jambuí, o camarão, né? Ela fazia para vender também. Ela fazia para vender, ela era Ela fazia mesmo para vender, como eu, também já trabalhei muito assim, vendendo. Eu gostava. Gostava não, eu gosto.
Até hoje eu gosto.

É a goma, é o tucupi, goma, É a goma que a gente chama tapioca. Aí é conhecida por goma, né? Uhum. E a goma, o tucupi, o jambuí, a pimenta, o camarão, o cheiro verde, a gente põe até cheiro verde. Tem gente que gosta com aquela cebolinha, que é o cheiro verde, e gosta com a cebolinha branca cortada miudinha também. E o jambuí é? É, é é esse aqui, esse que é o jambuí.

Aqui a gente conhece por jambuí, mas por aí conhece por agrião, também dá o nome de agrião, entendeu?
Mas esse jambuí tem um sabor especial. Tem, tem um sabor especial. Ele
Ele é ardoso, assim, meio cremoso, fica trêmula a boca da gente. Quando a gente não lava bem, quando não cozinha bem, ele fica tremendo a língua. Ele dá um ardume.
A senhora lembra da sua mãe fazendo tacacá?
Eu me lembro dela fazendo tacacá.
Como é essa cena que a senhora lembra? Assim, dela...
Ela sempre estava com uma tigela grande, uma bacia assim dessas, era aquela aguava, tapioca, né? Quando estava fervendo, eu me lembro dela batendo aquele tacacá, aquela goma, aquela goma que a gente chamou tacacá, né? A goma que chama? É, a goma que a gente chama, que é o tacacá. Ele é preparado, assim já com o tucupi, o jambuí, o camarão, aquele cheiro verde, né? Hum. Sem a goma, não é tacacá. Não, aí fica só E tem muitos que gostam só do tucupi, com aquela folha, o camarão, não gostam da goma. Tem muitos que não gostam da goma.
E se eu comer sem a goma, eu não estou comendo o taca
Não está tomando o tacacá, está tomando o tucupi. <laughs> Está tomando o tucupi. Porque o tacacá é tudo junto assim, né?
Pelos ingredientes, tudo junto. Além da senhora, outras irmãs aprenderam assim para vender?
Não. Da minha família fui só eu. Mas elas elas sabiam fazer, mas elas não se dedicaram assim
E a sua mãe ensinou, a senhora foi aprendendo como com ela?
Aí eu vendo, assim, ela está fazendo assim. Aí ela chamava a gente para escolher o o jambuí, primeiro que ela fazia. Aí a gente escolhia bem direitinho, só essas folhas aqui assim. Por exemplo, a gente tirava aqui. Ela mandava a gente tirar um galho, por exemplo, assim, olha. Este galho, assim. A gente pegava e e fazia. Tirava essas folhas aqui, assim. Aí fazia bem assim, olha. que ia? Era isso que ia. Isso aqui, a gente jogava fora. Aí depois, ultimamente, eu já fazia com tudo. Eu só tirava só um pouquinho, assim. Por exemplo, o o galho inteiro, assim. Tirava só um pouquinho, assim. Aí cozinhava, que era para pessoa pegar, assim, sabe?
Para comer aquela folha, sabe? Aí foi o toque da senhora.

O que mais que ela ensinava? Esse especial, como a senhora acabou de falar agora, porque as pessoas sabem fazer o tacacá, mas esses detalhes, tinha mais algum detalhe que ela falava? Não,
Não, era só esse, assim. Fazia aquela goma, preparava o tucupi, o tucupi com pimenta e o sem pimenta.
Qualquer pimenta pode ir ou tem uma especial? Não,
Não, tinha pimenta queimosa, ardosa. Ardosa que era para dar aquela, ajudar a tremer a língua da pessoa <laughs> e,
E para goma ou para o tucupi, tem algum truque, alguma alguma algum toque especial, assim, para dar o ponto?
Tem, a gente não tem que deixar, por exemplo, a goma... Quando a água está fervendo, põe a água no fogo. Aí quando ela está fervendo, a gente pega aquela goma que está aguada ali, aí a gente põe e vai fazendo para não ficar dura nem rala, sabe? Que é um ponto normal mesmo. E o tucupi? E o tucupi está preparado ali já com... A folha, o camarão.
E a senhora estava contando que o camarão, a senhora ia pegar o camarão.
É, muitas vezes eu pegava o camarão, eu ia pegar o camarão, eu gostava de pescar o camarão. E agora? Agora não, agora não tem mais nem lugar por onde a gente pegava o camarão, caiu tudo. E, e E tem pessoas que não se dedicam mesmo, não gostam de fazer esse trabalho.
Ainda tem camarão?
Tem, ainda tem camarão. Porque a senhora falou, caiu tudo. Não, caiu a primeira parte, caiu já tem a segunda parte, as partes por onde a gente gostava de pegar camarão.

Não existe mais aquela as terras

É, a terra não existe mais. Já tem outras partes que já nasceram, mas tem muitas que não tem camarão, que eu já perguntei para um rapaz. Eu disse, ainda tem camarão? Escuta, me diz uma coisa, ainda tem camarão para lá para lá onde tu mora? Mas quando? Não tem, porque é muito fundo. Muito fundo, porque eles gostam meio do raso, da praia, assim, sabe? Os, eles gostavam mais, assim, da praia. E agora é só uma ribanceira grande, né? Mas não está o mesmo lá. Mas eu gostava muito disso. Era todo dia, quase eu ia. Trazia e fazia aquele. Colocava aqui, colocava para secar, agasalhava na sacola. Guardava, ãh, depois que eu já tinha freezer, a geladeira, eu guardava na geladeira, na panela. Não salgava? Não, salgava, a gente fazia, fervia salgado, aquela água bem salgada, sabe?
Então, mas depois não salva mais por sal? Não.

Secava assim?
Secava, já já colocava o normal do sal naquela água, sabe? Ele já ficava, ele fervia ali, ali ele já ficava no ponto que Quando a gente ia usar, a gente tinha que colocar, às vezes, de molho. Às vezes, eu fervia para tirar mais daquele sal.
Essas que compra agora, porque depois a senhora parou de ir lá, aí Ainda assim, a senhora continuou fazendo o tacacá.
É, eu continuo fazendo.

Para ali para baixo.
E faz diferença?
Faz diferença não. Agora tem uns tem os maiores que chamam, tipo lagosta, né? Esses que são bons mesmo para, aqueles camarão grande, assim.

É. E a senhora diz que alguma coisa já faz diferente, que é a parte da das folhas, é. É. Tem mais alguma coisa que a senhora foi mudando, assim, conforme ela lhe ensinou?
Não, bem pouca diferença mesmo. Só assim que, que que como diz aquilo, porque não tem o o camarão, senão eu fazia o tacacá rapidinho aqui para vocês agora. Mas no outro dia vocês vêm tomar, não tem?
A senhora acha que... A senhora sabe que dizem que a senhora faz o melhor tacacá daqui <laughs>
Assim falo, né?

E a senhora acha que é por quê? Porque tem gente que não se dedica a fazer as coisas. É azedo. Tem vezes que vende um tucupi azedo Aquele que dói mesmo no no ouvido da gente. Tem uns tucupis que tem gente que não se incomoda. E ele... E ele... Para não azedar, como é A gente tem que ferver e deixar assim guardado no na geladeira ou no freezer Assim como este está fervido aqui, né? Eu vou agasalhar ele lá na geladeira, para ele não perder aquele... Para não azedar. É. É, para não azedar. Porque se deixar aqui, até mais tarde ele azeda. Ele sobe aquele... Ele azeda mesmo.
Agora, a senhora, a senhora, sempre gostou muito, né, de fazer... Ah, eu gostei, sempre gostei.
Eu gosto de fazer as coisas. Eu não sei ficar parada assim
Mas de fazer, u, essas coisas gostosas que a senhora faz, né? A senhora falou que gosta de dedi, se dedicar é É, eu gosto mesmo. A senhora Qual o sentimento da senhora? A senhora que a senhora está fazendo o tacacá, por exemplo, essas outras coisas gostosas. A senhora tem o... dá para dizer que sentimento é esse?
Que... Não, porque eu não sinto aquele... eu sinto prazer de estar fazendo <laughs> aquilo, eu acho gostoso, né. A gente se dedicar, por exemplo, se dedica a fazer uma coisa, a senhora gosta, faz por gosto, por vontade. Assim é eu.

E aí quando a senhora fazia, vendia ali na na naquele lugar que a senhora acabou de falar, tinha assim aqueles fregueses que até a senhora parar de vender sempre iam? Tem alguns fregueses assim que a senhora podia falar? Tem.
Tem Ainda tem.

Mas sempre quando eles me topam na rua, eles dizem, hoje vai ter tacacá? Eu disse, vai. Eles perguntam assim, que é para ver se eu ainda... Acho que eles pensam que eu não faço, ah, mas eu faço, né? Eu acho que é assim. Hoje vai ter tacacá? Vai! <laughs>
E eles ficam... Algum pedia diferente?
Ah, eu quero desse jeito... Ah, pois é, tinha uns que diziam assim, eu quero só só a goma com o camarão e e o jambuí. Eu já não queria achar interessante. Não queria o tucupi. E outro já era só aquele tucupi com a folha e o camarão.
Sem a goma? Sem a goma. E E a senhora faz, então, um separado do outro?
Faz, na hora de servir na... Onde que serve? Aqui na na na cuia.
Então, tem tem, como que é assim? Como é que fica antes de servir? Como é que ficam os ingredientes?
Assim, tudo, por exemplo, olha, tem o jambuí, eu ponho junto do do tucupi, né? Uma parte. Põe logo o camarão também, tudo naquela parte do tucupi. A pimenta é separada, a pimenta. Aí quando vai servir, serve o tucupi na cuia, aí põe a goma, aí põe o tucupi, a folha, aí põe, sim, o resto dos ingredientes, tudinho.
Um separado para depois ir montando, é. E a senhora lembra de alguma coisa engraçada, algum fato marcante de todo esse tempo que a senhora vendia o tacacá? Alguma situação, assim, senhora lembra sempre volta na lembrança?
Volta na minha lembrança, só que eu gostava de ir com a panela para lá para o canto na minha lembrança Levava, eu levava a panela de tucupi desse lado e a panela de goma desse lado. Eu levava as duas mãos iam ocupadas A senhora é que levava? É. Era eu que levava a panela, assim, a panela com a goma e a a de tucupi. E as outras, a a as cuias, ia assim numa bacia, sabe? Uma bacia, ia uma cuia dentro da outra, ia o molho de pimenta, tudo. O camarão, assim, na sacola, fora do tucupi.
Já ia tudo quente?
Até hoje eu tenho um fogareiro. Não sei onde ele está. Um fogareirinho de ferro que eu mandei comprar, que lá ficava água naquele fogo. Ficava água para escaldar as cuias, hum E aí sempre esquenta o tucupi Muitas vezes a goma, quando ela já estava fria, que que demorava para vender, ela esfriava e a gente colocava em cima daquele fogareiro, daquele fogo para ferver novamente, aí ela Todo o tempo meu tacacá era quente. Por isso, porque eu fazia assim. Eu me dedicava, eu gostava mesmo de, dessa arrumação.
Além de manter o tacacá quente e fresquinho, né, gostoso, é, ainda a senhora cuidava do... para para servir, né, da cuia.
Para você ver, tudo era eu, tudo era só eu mesmo que que fazia. E
E os outros ingredientes, além do camarão, onde que a senhora consegue, assim, essa verdura tão fresquinha? Aí
Isso é o que que chamam uma feira. ali no mercado, para cá, para cima. Na feira que a gente encontra. Quando não tem uma mulher que ela passa sempre vendendo aqui na rua. Ela passa vendendo esse cheiro verde, o o jambuí. Às vezes até o camarão. Miudinho... E a mandioca...? A a O tucupi é é na feira também que é comprado. É. Tucupi agora é na feira que a gente compra.
A tapioca também Na feira também, é.
É, tudo lá na feira, que tem uma feira para cá, para cima, né? E tem outro aqui no mercado também, tem uma mulher que sempre vende aí no mercado. Ela é... Quando ela me enxerga, ela... tapioca <laughs> Aí eu digo assim, nenhum dos dois <laughs> Eu não vendo mais. A senhora me enxergar, comprar tucupi ou tapioca? <laughs> Eu disse, <laughs> nenhum mulher <laughs> <laughs> está vendo? A senhora está famosa Eles eram acostumados a vender para mim, né? E uma queria vender primeiro do que a outra, sabe? <laughs> A senhora me perguntava se eu ia comprar tucupi ou tapioca Eu disse, nenhum <laughs>

Quando a senhora vendia, né, tudo isso, podia sustentar a família?
Era com isso, eu ajudava. É uma ajuda que eu dou para o meu marido. Eu não sou aposentada. Eu não pude me aposentar. Agora eu vou tentar por velhice, por idade. Entendi. Eu vou tentar, ainda vou fazer uma tentativa.

Porque a idade, eu já até passei da idade, eu estou com sessenta e oito anos. Sim, é. É de sessenta e cinco, né? E tem agora aposentadoria por velhice, né? Sim. Aí eu disse assim, mas durante Deus me dá força para me trabalhar, eu não me preocupo de me aposentar.
Só ela falou que tem prazer, né?
É, faço um prazer prazer,
Agora, falando assim, a senhora não está mais fazendo o tacacá como antes. A senhora ainda faz, se alguém pede. Tem alguém que continua fazendo, que a senhora, a senhora aprendeu com a sua mãe. Tem alguém que, que quis continuar? Fazendo.
Tem alguém, mas não é da minha família, mas tem uma senhora que vende lá na praça. Mas é muito diferente da minha venda.

No que ela é diferente?
Não, assim, eu já tenho, assim, eu acho que é muito diferente de quando eu vendia, né?
No que que é diferente?
Eu acho diferente, assim, a a colocação do tucupi, da tapioca, da goma. Colo colocar sal? Não. Colocação. O modo deles colocarem na... nas vasilhas. Eu acho diferente, porque eu gostava sempre do meu tacacá bem quentinho. Quando não era... a goma era do tucupi, que ficava na, lá em cima do fogo, lá no fogareiro, né? Quando eu tirava os dois de lá, aí ficava a água com... fervendo ali para escaldar as cuias, e E agora ele não... não existe essas coisas, assim esteve olhando, no dia desse, Muito diferente de quando eu vendia <laughs> eu digo, hum que dife

foi Quando eu caí, que eu quebrei minha mão, assim, aí eu deixei lá de vender, fazer assim Fazia tacacá, fazia Fazia aquele biscoito de tapioca, fazia pão. coisas eu Por exemplo, se a senhora dissesse assim, faça tal coisa para mim assim, eu faço. Mas não é como antigamente, eu vendia mesmo quantidade, sabe?
Faz tempo que a senhora caiu?
Já, já

noventa e nove para dois mil dois mil, mais ou menos.

E a senhora caiu. Aconteceu o quê?
Foi que eu fui colocar para botar na minha cabeça, E aí, em vez de eu pegar na na cama, como eu disse que eu estava em cima de uma cama, né? Essas camas de beliche. Aí, em vez de minha mão pegar na cama, ela para o piso, e aí que... não sei como foi que... eu sei que, machucou minha mão. Minha mão ficou caída, assim... ficou negra até aqui. Então, isso ficou dolorido. Um rapaz, antes dele morrer, que já estava com três meses, ele veio, colocou minha mão e ele disse que não... que não quebrou minha mão, não. Saiu fora do lugar. Aí não foi colocado no lugar. Ele disse que não quebrou a minha mão. Ele disse que está tudo inteiro, tudo direitinho, mas só que já estava com três meses, ele disse que já tinha voltado o os nervos, tudo para... Já tinha criado o nervo, carne, tudinho.
Aí a senhora foi no médico quando a senhora caiu? Cuidou em casa?
Em casa mesmo. Quando eu Mas foi, eles só fizeram peiar um pouco a minha mão, Aí eu mandei tirar o o gesso e aí fiquei cuidando só mesmo Mas pôs o gesso? Não, não foi colocada. Acho que foi por isso que não foi para o lugar. Porque não foi ajeitado para colocar, né?
Mas a senhora falou que ainda faz coisas, né? Faço E como é que a senhora faz?
Assim, por exemplo, agora que eu pego assim, eu abro aquele maço assim, olha, está ajudando ela, né? Olha, ela pega, tem contato. Aí eu escolo assim. Quando não, eu faço a a a massa, eu faço um docinho que não tenho agora. Eu faço docinho do da tapioca seca. Hum... Que gos Eles chamam de beijinho de moça, sabe? E aí eu faço aqueles docinhos. Eu enrolo em cima da mesa, assim. Corto tudinho, agasalho. Tudo eu eu ainda faço bem, assim. Não acho dificuldade.
Só para fazer grande quantidade?
Tem vezes que a gente faz aqui, eu ajudo ele a fazer. Ele que é o meu ajudante. Ele quem? Esse aí, o rapaz que estava aqui É o que ele? É ele que me ajuda a Mas ele é o que seu? É meu filho, ah. É meu filho, é o meu segundo filho. E eles aprenderam a fazer comigo, assim, essas coisas. Ele faz bolo, ele faz pudim. Se a senhora pedir para ele fazer um pudim, ele faz. Faz aquele doce de... de gengibre que que faz E de de macaxeira também. A gente faz rala, cozinha, tudinho.
Então vocês continuam fazendo, a gente faz, doces e outras coisas, doces, salgados, para vender ainda? É.
É, a gente faz. Olhe, foi sábado. Sábado passado. Foi sexta-feira. E Jofre? Quando foi que nós fizemos a última encomenda agora aqui? Foi sábado ou Sexta-feira. Sexta-feira. Agora a gente trabalha mais assim no salgado, sabe? Coxinha, pastel, canudinho, empada. Mais essas coisas assim que... Tortinha. Tudo é só salgado. A gente faz com com camarão e com, como é... Camarão não, com... Frango. com frango e com carne, é Mais esses dois que trabalham.
Agora o tacacá é especial, só por encomenda, é. <laughs> É o tacacá, mas é por encomenda que a gente faz, assim <laughs>

Quais as mais características mesmo daqui da região? Além do tacacá, tem outras?
O pato no tucupi, né. O pato no tucupi é um prato especial que é que é aqui da região.
E tem mais algum?
Tem. Tem diversas, diversas Tem umas que se chamam lasanha, né?
Agora o tacacá, a senhora acha que ele... Tudo isso eu sei fazer. Agora o tacacá, esse que a senhora aprendeu com a sua mãe, que é que é tão gostoso, que todo mundo gosta tanto. Esse prato, o tacacá, ele tem algum significado especial, assim, aqui na região? Ou, Ou é como o pato no tucupi ou como outro alimento qualquer?
Eu acho que ele é assim, como o pato no tucupi, como um um um alimento

Aí eu digo, só que ela não vende mais <laughs>
Mas ele tem alguma coisa especial especial em relação às outras comidas?
Acho que tem, é o gosto do tucupi. Porque o tucupi você... Normal, assim, tendo todos os ingredientes do, dele. Que a alma do tucupi é isto, o jambuí.
Mas, assim, para para quem mora aqui na região, comer um tacacá, tem alguma coisa, assim, especial? Eu quero dizer se tem um momento especial ou tem um momento que as pessoas mais gostam, sabe? Alguma coisa, assim, que
Eu costumo sempre, olha, tem vezes que é quando, por exemplo, dia de domingo. Dia de domingo é que eu gosto muito de de estar, assim, passeando, levando as crianças ali na praça, né? Que tem aqueles balanços, tem aquele... E aí levam lá, aí sempre... Bora tomar um tacacá aqui? Aí sempre tem aquela venda do tacacá, sempre é conhecido mesmo o tacacá.
Eu queria só lembrar ela um pouquinho. Minha mãe tinha também aqueles três fregueses que que curtiam o negócio E o pai tomava
<laughs> conta para nós

Era era assim, os meus fregueses eram esses que gostavam sempre de quando eu fazia o tacacá, eles vinham e compravam, né

Aí eu faço. Mas é comprado, não é mais dado agora. <laughs> Eu dizia para ele. Não, faça, faça. Não é só eu que vou. Aí ele convidava outro colega e aí vinham Eu fazia o tacacá. Ai, mas que que mata-ressaca. <laughs> <laughs> já é um mata-ressaca <laughs> Beber, né? Assim De sempre eu gosto mesmo de fazer essas coisas, assim. Eu gosto da da tapioca, eu faço esse beijuzinho que eu disse, né?
Esse beijuzinho é é é... De tudo que a senhora faz, o que é que a senhora tem mais prazer em fazer?
Mas eu acho que tudo, de tudo eu gosto mesmo. O que mais eu faço com aquilo mais é o que eu faço a minha venda do do dia. Por exemplo, a berlinda, esse pãozinho, né? Porque o tacacá eu faço, mas, assim, já por encomenda. Mas, assim, não é aquele... Mas eu até disse que agora eu vou continuar a vender o tacacá aí na frente de casa. A senhora vai voltar a vender? Vou voltar a vender o tacacá. Oba! Aí eles disseram, vai me vender. Eu disse, eu vou, eu vou vender. Que dia, que dia, que dia? <laughs> Eu disse, espera aí, que está próximo Eu disse, quando eu me mudar para cá, para esta casa, aí eu vou vender. Continuar a minha venda. E esta já não é mais minha. Eu já vendi esta. Aí comprei essa casa aí de fronte, essa vermelha que tem aí na frente.

<laughs> Aí eu vou voltar a vender o tacacá. Mas eles querem muito. Quase todo dia perguntam do tacacá Mas vocês vão comprar mesmo o tacacá? Eu vou voltar a vender. Se vocês comprarem ou não comprarem, vocês vão me pagar. Eu digo para eles que eu não vou me dar trabalho de fazer o tucupi, a tapioca, o jambuí E para vocês não virem comprar, vocês vão me pagar <laughs> Não, pode a senhora fazer que a gente vem comprar sim. E se eu voltar a vender, eu vendo, mesmo Tanto fazerem eles virem, como não, eu vendo. Porque, como diz a moda, é o famoso ta

Mas por quê? Porque eu mesmo nasço Não é, não. É diferente. É azedo, azedo, azedo do tucupi. Não é tucupi como a senhora faz. Eles gostavam, acho que eles gostavam de sentir o cheiro do alho. Gostavam de colocar bem alho no meu ficava aquele cheiro do alho, sabe? Ele ativa.

Ah, eu vou fazer, não sou eu quem vai tomar, né, Uhum. Não se incomoda, não se interessa de fazer as coisas. Aí E a gente tem que procurar Se dedicar. Fazer as coisas com prazer. Eu acho <laughs>
Muito bom.

Tem esse, da casa nova, voltar a vender tacacá Tem alguma outra vontade? Ah, eu
Eu tenho vontade, sabe de quê? Eu tenho vontade de...

Se eu disser assim, ligar para lá, olha, eu quero ir para lá com vocês. Na mesma hora eu recebo, que eu sou prometida pelo meu genro.

No mesmo dia a senhora embarca <laughs> <laughs> E por que a sala não foi ainda? Porque ainda não me incomodei mesmo. De ir, <laughs> ainda não me incomodei. Na semana passada a a minha filha ligou e falou comigo, disse, olha mamãe, Eu vou passar dias sem falar com a senhora. Por quê? Porque aqui onde a gente está morando não tem água, não tem luz, não tem telefone, não tem nada dessas coisas. É uma é uma cidade pequena. Só tem lá onde a gente mora, por causa da firma que que tem lá, onde eles trabalham, só lá. Mas lá no lugar mesmo não tem essas coisas. Agora que o prefeito está... Se interessando. Diz ela que ele está se interessando de, de colocar essas coisas. Que é uma comunidade, mas assim, é tipo uma cidade mesmo. Mas está, está iniciando, né? Está faltando essas coisas. Ela disse que se colocarem essas coisas, tudinho, é muito bom. Ela disse que é muito bom lá.
A senhora está esperando agora chegar a hora para ir.
É, está esperando, é

Mas se a senhora quiser vir, é só a senhora dizer <laughs>

Em meio de... Hoje a senhora vem.

E a mãe dele quer me conhecer. É assim que está o o negócio. Tá? E eu ainda não me incomodei, ainda não quis, por causa dessas duas netas que eu tenho. Eu disse, não vai dar para me levar elas. Elas moram com a senhora? Elas moram comigo mesmo. São duas meninas. A sua filha? Não, só moram as filhas, as netas.

O que a senhora achou de fazer, de contar a sua história para a gente? <laughs>
Eu achei um prazer. ter relembrado, assim, as coisas que estava, como diz a moda, quase no esquecimento, né? <laughs> Aí vocês vieram fazer eu me lembrar. A que eu estou vendo passar aquele filme na na minha cabeça, especialmente, da minha mãe. Eu me senti muito feliz. de ser uma privilegiada, né? <laughs>

Nós também somos privilegiados de ouvir a história que a senhora contou, principalmente do de tudo que a senhora aprendeu, tá?